Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do senhor.
Eu ouço muito pouco.
Bom dia

Bom dia. Para a gente começar, eu queria pedir para o senhor dizer para a gente o seu nome, local e data de nascimento.
Sei.
Nome completo.
É para eu falar?

Vinte e um. E o nome do senhor, o nome completo, para a gente deixar registrado?

E o local de nascimento?

O nome dos seus pais?

Eles eram de lá, da Bahia?
É, natural da Bahia. E aí já são falecidos. <coughs> e o que
<coughs> o que que seus pais faziam? Hum? O que que seus pais faziam?
Não entendi.
O que é que seus pais faziam lá na Bahia?
Meus pais eram fazendeiros. Eram fazendeiros? É É, criavam gado, plantação.
E como é que eram essas plantações? Ah
Plantação de milho, feijão, arroz, mandioca. Criação de gado, porco.
E Bom, como é que eram os costumes da sua família?
Era trabalhar sempre de de cedo a de noite, né. <laughs> E o senhor? Cuidar das criaçã. lançar boi no carro. Naquele tempo não existia tan caminhão e e automóvel, só tinha carro de boi e andar a cavalo. Hum.
E como é que era a casa onde o senhor morava?
Era uma casa grande mesmo.
Era grande? É. E Casa de oito cômodos. cômodos. O senhor tem irmãos?
Tenho irmão.
São quantos irmãos?

E como é que era a infância do senhor com. Hum? como é que era a infância do senhor com esses irmãos, naquela casa grande?
Era uma família muito unida. Uma família muito unida. Muito unida. Trabalhava sempre para o progresso da da vida, né? <laughs>
E como é que era esse trabalho?
Era trabalho na roça, né? Com enxada, foice, machado. Cortar madeira para fazer cerca.
E. E e desde criança o senhor já trabalhava com isso? É
criança. E como é que era? Quando a gente é pequeno, vai cuidar das criação, né? E quando cresce um pouquinho, meu pai dava enxada para a gente trabalhar na roça com os camaradas.
E todos os irmãos participavam? Como é que era a rotina, senhor?
Todos os irmãos. Era roça de plantação de milho, feijão, mandioca.
E aí, nessa época, quando o senhor era menino, o senhor ia para a escola, junto com o trabalho na roça. Não, lá não. Ou foi depois? Não existia escola naquele
Tempo. Não. E eu aprendi um pouco por força de vontade, não teve. Nem escola primária eu conheci.
E como é que foi isso? É
O meu pai pagou um compadre dele para vir dar aula para nós três meses em casa. Aí, depois não deu mais. Aí a gente conseguiu aprender por força de vontade. Aí eu cheguei até a quarta série, assim, ia na casa de um tinha um padrinho meu que ensinava a gente de vez em quando. Então, aí eu aprendi até a fazer conta, ler, escrever e contar, né? Mas foi desse jeito, não não tinha escola aquele tempo.
E como é que foi a sua vinda para São Paulo?
A vinda para São Paulo foi o seguinte. Eu vim em cin, mil novecentos e Eu vim para São Paulo com a mulher e dois filhos. E chegando em São Paulo, passei pela imigração e fui para o interior, para uma cidade por nome Martinópolis.

E lá eu fiquei doente. Então, deixei a mulher e os dois filhos na casa de uma irmã que morava na mesma fazenda e vim para São Paulo para tratamento, né. Chegando em São Paulo, fui internado pelo pronto-socorro no Hospital das Clínicas, onde eu fiquei dez meses em tratamento. E aí, eh, quando eu recebi alta do Hospital das Clínicas, era a véspera do quarto centenário, vê eh, aniversário de São Paulo. Aí, naquele tempo, era doutor Jânio Quadros era o prefeito, estava ajustando gente para trabalhar na prefeitura. E aí, eu fiz, passei em todos os exames e comecei a trabalhar como jardineiro. O primeiro serviço da que eu fiz na prefeitura foi a reforma do gramado do nha do Vale Anhagabaú, que foi derrotado pela festa do quarto centenário. <laughs> E aí continuei trabalhando na prefeitura durante quatorze anos. Aí depois que eu comecei a trabalhar, mandei vir a família do interior, a mulher e os dois filhos. Aí continu, comprei um terreno em Osasco, fiz uma casa, em Osasco, e aí continuei morando em Osasco e trabalhando em São Paulo, no serviço de jardinagem. E aí, durante quatorze anos que eu trabalhei na prefeitura aí eu fiquei doente, me internaram no hospital, no <clicks tongue> hospital não, no sanatório Santo Anjo em Mogi das Cruzes. Aí que eu fiquei em tratamento lá muito tempo, e depois que eu recebi alta, eu vendi a casa de Osasco e comprei outra em Mogi e continuei morando lá, né? Depois de <coughs> Depois, as oi há oito anos atrás, começou a enfermidade nessa perna. Eu fui internado no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Aí eu continuei. Lá, os médicos descobriam o câncer no ferimento que não sarava. Então, eu era obrigado a amputar a perna. Aí, eu amputei a perna eu passei a andar na cadeira de roda. E continuei morando no mesmo município. Mas, depois de. Quatro meses atrás, a minha esposa sofreu derrame. Aí ainda está na, hum, virada para a mão dos outros na na cama, alimentada por sonda. E eu nessa cidade, nessa idade avançada, <coughs> eu ainda me sinto feliz, porque com oitenta e nove anos de idade, pai de cinco filhos, avô de dez netos e treze bisnetos, Eu ainda me acho feliz porque eu e a minha esposa, até a data presente, fomos muito bem cuidados pelos meus filhos e netos. Graças a Deus, essa é a história de são, minha em São Paulo.
Ah, mas a gente vai voltar ainda um pouquinho, <laughs> porque o senhor veio para cá em mil novecentos e cinquenta, foi isso? Então, e até essa data, como é que era? Estava, estava trabalhando lá na Bahia? Lá Trabalhava na roça. Na roça, aí o senhor conheceu a sua esposa, foi lá que o senhor conheceu? Como é que foi isso?
Esposa cuidava da casa e dos filhos, né?
Mas como é que o senhor conheceu ela?
Eu conheci ela, eh, por intermédio de uma madrinha minha, né? <laughs>

Que morava na cidade.
E como é que foi isso?
Minha madrinha falou, eh, tem umas moças para você escolher uma para casar. <laughs> Que ela é filha de um compadre dela, né? Aí Encontramos lá, né? Agradei de uma e casei com ela. Mas foi na cidade? É, na cidade. Ela morava na fazenda, né?
Na fazenda? É Era perto da onde o senhor morava? É
Eu morava na fazenda também, mas no município de Jacaraci, né? E ela A cidade de Jacaraci. E então nós nos encontramos na cidade, na casa da minha madrinha, e afeiçoamos cada um, e a aconteceu de casar e produzir família, né? Graças a Deus.
E como é que foi o namoro? Vocês namoraram, passeavam na praça?
O namoro foi assim, foi duas, três vezes que que a gente se viu e casou, né? <laughs> Não tem esse negócio de hoje que fica namorando muito tempo para casar, não. <laughs>
Mas antes dela, o senhor tinha um um grupos de a, grupo de amigos, que o senhor saía... Tinha muitos amigos, é. E o que que vocês cos costumavam fazer?
Eu ia na, fui na fazenda do velho só duas vezes, né? Depois nós casamos, né? É
E vamos ver, na infância, um pouquinho, para o senhor contar. Quais eram os seus passatempos preferidos, as brincadeiras?
Não, não tinha brincadeira. Lá era só trabalhar e dor ã, de de noite dormia e de dia trabalhava, né? Aham

À noite, contar alguma história, assim? À noite não.
A às vezes tinha festa lá. Por acaso, uma festa de casamento, a gente ia, né? Mas era lá uma vez ou outra, não era sempre. Não é que nem aqui, que tem cinema, que tem, ah, tanto divertimento. Lá não tinha isso. Lá é só trabalhar e (paua). Só isso.
E como é que eram essas festas? Reunia todo
As festas de casamento, reunia todo mundo. O pai da noiva dava a almoço ou janta para o pessoal. Ia na cidade, fazia o casamento, voltava e continuava a festa até o dia amanhecer, né?
E como é que foi a viagem até aqui em São Paulo? O senhor veio como?
Aqui foi, des a Para mim foi uma viagem sofrida, porque Eu fui para o interior, trabalhar na roça, como era como era lá na Bahia, fa plantar algodão e. E depois eu fiquei doente, vim para São Paulo, me internei no Hospital das Clínicas. A minha vida foi quase inteira em sofrimento. E
Mas a viagem? O senhor fez de trem, de ônibus?
Boa, foi boa. Eu vim bem, né. Aí, logo que eu cheguei em São Paulo, eu internei no Hospital das Clíni Lá eu me, fiquei dez meses em tratamento. Depois é que eu passei a... que eu recebi alta e entrei no serviço municipal da prefeitura. Véspera da festa do quarto centenário. Aí continuei tra, quatorze anos trabalhando na prefeitura.
Mas o senhor veio para São Paulo por qual Por que que o senhor resolveu
Eu vim do do norte, eu vim para cá, da do do estado da Bahia para cá, e e passei pela imigração e fui direto para Martinópolis, para a fazenda lá.
Mas por que que o senhor quis vir? O senhor decidiu? Por qual motivo? Não
Eu estava bem lá que eu fiquei doente, que vim fazer tratamento no Hospital das Clínicas, né?
Ah, foi por isso que o senhor veio, por causa do tratamento, entendi. É

Primeiro? Conta um pouquinho como é que foi essa.
Lá da da da fazenda da, lá da de Martinópolis, eu vim. Eu deixei a mulher e dois filhos na casa da minha irmã, que morava na mesma fazenda, né? E aí eu vim para São Paulo. Cheguei aqui e fui internado pelo no Hospital das Clínicas pelo pronto-socorro.
E, conta um pouquinho, qual que era a diferença da fazenda aqui em São Paulo da fazenda lá da Bahia?
É, muito diferente, porque aqui tem muitas máquinas para trabalhar e e lá era tudo no braço, não tinha negócio de trator, não tinha negócio de tra arado para arar a terra, tudo era na enxada lá, na mão.
E como é que foi mexer com essas máquinas? O senhor. Aí é. Aprendeu fácil?
Chegando aqui, aprende a trabalhar com as máquinas.
E os seus filhos os, eles nasceram na Bahia mesmo? Hum? Os seus filhos nasceram lá na Bahia mesmo? É na Ba na
É, no estado da Bahia, no no Alto Sertão. É bem longe de Salvador. Uhum.
E como foi es a paternidade? Como que foi ter o
Ter o primeiro, ter o primeiro filho... Meus pais eram bem de vida. Tinha muito gado, tinha muita criação, criação de porcos. E trabalhava na roça para alimentar a criação, né. Bom pasto para os gados, e E cuidava de engordar porcos para vender. A vida era assim, né? Trabalhar muito e passear nada. <laughs> Nada de passear.
E aí, quando o senhor casou, que vocês, quando que foi que o senhor... Quando eu casei, eu continuei na mesma vida, trabalhando na roça. Mas era na mesma
Na mesma fazenda, né? É e E depois que eu tinha dois filhos, é que eu vim para São Paulo. <coughs>
E como é que foi?
Teus filhos lá, eles... Eu eu vim para para São Paulo, quando cheguei aqui em São Paulo, eu passei pela imigração e fui para o interior, trabalhar na roça também.
E os meninos eram dois meninos?
É um casal. Um casal. Um homem e uma mulher. De dois e quatro anos, quando eu vim para cá.
Qual é o nome deles?

Esse departamento de imigração, explica um pouco para a gente como é que funcionava isso. Esse departamento de imigração que o senhor falou. Ham. Como que funcionava?
Lá no Brás, lá era entrava o pessoal que vinha da Bahia, num dia e no outro dia eles mandavam para o interior, para as fazendas. Aí você que escolhia eh a fazenda que queria ir. Aqueles que já conhecia, tinha algum parente lá, algum conhecido que já trabalhou lá, então você pedia, eu quero ir para a fazenda fulano de tal, né? Então, foi assim que aconteceu comigo. Eu queria ir para a fazenda Cruzeiro, onde já morava uma irmã minha lá.
E qual foi a primeira impressão de São Paulo quando o senhor chegou da Bahia com a esposa e os dois filhos?
Em São Paulo naquele tempo não tinha o sufoco que tem hoje. E não tinha nem a metade do dos carros e do pessoal que tem hoje. Eu cansei de ver nos lá no lago da Concórdia, bêbado de pinga, deitado na calçada, com relógio no braço, ninguém mexia com ele. Agora os assaltantes estão assaltando aos bancos e e e invadindo a delegacia para para soltar os presos. Está uma derrota muito grande no em vista daquele tempo, né.
E como é que era a cidade? O que que o senhor achou da cidade?
Ã, ã, aquele tempo tinha o o lampião de gás. Não tinha luz, iluminação pública na rua. Então, o empregado da prefeitura, cada, todo dia, às seis horas da tarde, pendurava um lampião de casa, de gás em cada esquina. E a manhã, às seis horas da manhã, recolhia. E o lixo da cidade era re recolhido em carroça, com burro. E o quando entrou o Jânio Quadros, ele aposentou os burros e cha e mandou vir caminhão vasculhante, caminhão de lixo, essas coisas. O progresso de São Paulo foi feito por Jânio Quadros. O Hospital do Servidor Público foi ele que fez quando era governo. Quando era prefeito, ele fez o Hospital lá da da Prefeitura lá na na Como é que chama? Na rua Rua, foi lá na rua. Na rua, esqueci o nome da rua. <laughs> Esse aí que é... Ele ele pro progrediu São Paulo muito quando ele foi prefeito e governo. Jânio Quadros foi o, para mim foi mai o maior político de São Paulo.
E o senhor falou que trabalhou com a jardinagem? É. Como é que era mexer com as plantas?
Fazer praça e plantar flores, plantar grama. Tudo isso que é o serviço de jardim, né? Aham
E aí o senhor falou da do primeiro serviço. Teve algum que chamou mais atenção? Que. É
É, o encarregado, às vezes, chamava atenção. Você não fez o serviço direito, faz assim, assim e tal, ensinava a gente a fazer, né? É E aí eu aprendi, continuei quatorze anos na prefeitura.
E sempre fazendo o mesmo serviço?
É, todo serviço de jardim na prefeitura, né?
E o senhor falou que tem cinco filhos?
Tenho cinco filhos e dez netos e treze bisnetos.
Aí o senhor veio para São Paulo com os dois mais velhos?
É, com os dois mais velhos.
E aí conta um pouquinho quando que vieram os outros três?
Continuou de dois em dois anos nascia um, né? <laughs>
E qual que é o nome dos dos três mais moços?
O mais novo tem cinquenta anos.
Ah, mas cinquenta anos? É. <laughs> E qual que é o nome dele? Ó.

E aí, faltam mais dois?

E como é que era a casa do senhor com toda essa moçada?
Era tre, era cinco cômodos, três quartos, sala e cozinha, né?
E. Onde ficava a casa? É.
A minha casa que eu morava era três quartos, sala e cozinha.
E onde que ficava? Que bairro que era?
No bairro de Osasco. Ah Ah, em Osasco. É. Uhum. E como é Agora eu moro em Mogi das Cruzes. que na, no término dos quatorze anos de de serviço na prefeitura, que eu fui internado lá em Mogi das Cruzes, num sanatório, chamava Santo Anjo. Hoje é Hospital Doutor Arnaldo. Aí, né Aí eu pas, vendi a casa de Osasco e mudei para lá, porque eu já fiquei muito tempo lá em tratamento, né? Aí, já compre, vendi em Osasco e comprei lá. Estou morando lá agora.
Nessa época o senhor morava sozinho? Quando o senhor se foi, foi internado, o senhor foi sozinho?
A sua família... Hum?
Quando o senhor foi para esse internado, no sanatório, como é, o senhor foi sozinho?
Não entendi, não.
Quando o senhor foi para o, ô, para o Santo Ângelo? Sim

O senhor foi sozinho. É
É, eu fui sozinho. Sua família A mulher ficou morando em Osasco.
E como que era nesse. Com os filhos

E então eu fiquei lá em tratamento. Uhum De vez em quando eu pegava uma licença para vir em casa. E voltava. Aí depois que eu recebi alta é que eu vendi a casa e levei a mulher lá Pa para Mogi
Lá em. No Santo Angêlo?
No Santo Ânge Uhum. anos. E como
Que era a rotina lá, como é que Hum? Como que era esse lugar? Como é
O tratamento lá era o tratamento de hanseníase, né? Porque lá, naquele tempo, só entrava maior de dezoito anos. E o pessoal tinha medo da doença, né? E Aí eu continuei o tratamento, de vez em quando eu tirava a licença, vinha em casa, voltava, Aí quando eu recebi alta que eu levei a família para lá. E como eram esses momentos de alta que o senhor ia para casa, tinha... É, pegava uma licença de tantas horas para vir em casa e voltar.
E aí como é que era chegar em casa, com todo mundo ali?
O movimento de casa era o mesmo de sempre, porque ninguém tinha medo da doença, né. O pessoal de fora tinha medo da doença, mas o pessoal de casa, olha. Até hoje. Eu fui internado lá em e seis, e até hoje, nunca separei a cama e minha mulher é área de saúde até hoje, né? que ela há quatro meses atrás sofreu um derrame e está prostada na cama, virada por mão dos outros, sustentada com sonda. Mas está sendo muito bem cuidada, graças a Deus.
E como é que foi a notícia do do primeiro neto? Como é que foi que o senhor recebeu a notícia quando o senhor teve o primeiro neto?
Os primeiros netos é é como se diz, a gente, a, a, tem mais carinho com os netos do que com com os próprios filhos, né? <laughs> Eu acho eh de, é todos eles são assim, né? Os avós dá mais carinho para os para os netos do que para os próprios filhos.
E a notícia do bisneto?
Os bisnetos, é, é, é carinhoso, é, é, carinho também, porque é é pedaço da mesma... <laughs> da gente mesmo, né? Então, a quando nascia um, a gente ia lá, fazia festinha e tal, enfim. A cada dia de aniversário faz um bolinho para agradar a criança, né? E assim vai vai vivendo.
E além do trabalho de jardinagem, o senhor trabalhou em mais alguma coisa?
Tem uma parte que eu esqueci de falar, né? Que a há oito anos atrás, que eu sofri essa enfermidade na perna, eu internei no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, conhece lá, né? E E aí os médicos descobriam o câncer no ferimento, tinha que amputar a perna, né? Então, foi aonde Amputou a perna e eu passei a andar na cadeira de roda. Uhum.
Mas o senhor contou para a gente que o senhor trabalhou por quatorze anos na prefeitura, né? É
É, quatorze anos na prefeitura. E
E isso foi mais ou menos então de cinquenta e quatro, mais ou menos, é isso? Até sessenta e oito?
Quando eu internei lá no no sanatório, foi dezesseis de
Maio de sessenta e seis. E aí o senhor fi o senhor ficou lá por dezessete anos, foi isso? É
Fiquei lá até
Oitenta e três. E aí quando o senhor saiu de lá, como é que foi? É
Cada fim de semana, o os médicos lá davam licença para para ir em casa e voltar.
Mas aí quando o senhor saiu definitivamente de lá, como como é que foi? O senhor voltou para casa, o que que o senhor. Aí eu voltei para casa e
Continuei morando Lá Di a casa em Osasco e levei a família para lá, né?
Mas o senhor continuou a trabalhar? Como é que fi, como é que passou a ser a sua vida. É, aí
Eu aposentei Não deixou eu mais trabalhar, né? E andando em cadeira de roda, como é que ia trabalhar, né? Uhum

lá no no Santo Ângelo, como é que era? Tinha muitas pessoas que moravam lá? É lá
No sanatório? Isso

Quando quando eu fui para lá, tinha umas duas mil pessoas lá dentro.
Como que era o dia a dia lá? Como
O dia a dia era tomar remédio, almoçar, jantar e dormir. Tinha um cinema lá também, que eles davam da passavam filme lá. Eu só ia quando era filme de Tarzan, quando era de outros filmes assim, engraçado agora filmezinho vagabundo, eu não ia não. A A entrada era quinhentos réis. Falava naquele tempo quinhentos réis, né? <laughs> Hoje é cinquenta cen
De algum amigo que o senhor tinha lá? De. Não ali
A pessoa passava o tempo lendo, escrevendo e fazendo algum servicinho. Aí eu cuidava do do serviço de alimentação lá para o pessoal. Tinha um um salão grande, cabia duzentas pessoas para almoçar. Uhum E tinha outro mais pequeno que cabia setenta, lado das mulheres. Tinha homem, como mulher internado lá. Agora Tinha os pavilhões das mulheres e tinha os pavilhões dos homens. <coughs> E a Lá tinha jogo de bola, a turma divertia com Todos os domingos tinha jogo de bola lá dentro. Uhum. E a Antigamente, era tinha muito preconceito da doença. Depois foi Foi legitimado que não tinha problema, porque a doença não é pegativa. Agora, maldito daquele que pega, não solta mais, né. <laughs>
E o senhor ouvia música lá?
É, ouvia música. Que Tinha rádio tinha televisão.
Que tipo de música que o senhor ouvia?
Eu gostava da música caipira, né? <laughs> Moda de viola.
E vocês jogavam carta? Jogavam carta, dominó?
A turma divertia lá, jogando baralho, jogando dominó, para passar o tempo, né?
O senhor lembra de alguém que o senhor
Naquele aquele tempo, tinha muita gente. Depois que foi que tomaram conhecimento que a doença não é pegativa, hoje o hospital lá não é sanatório, é um hospital. Doutor Arnaldo chama hoje, né? Lá no onde era o Sanatório, hoje é o Hospital Doutor Arnaldo. Interna qualquer tipo de doença e tem ala reservada para os aidéticos, né E o restante dos doentes que ainda moram lá dentro, eh, tem gente lá com setenta e tantos anos, mora lá dentro, tem gente com cento e poucos anos de de idade, mora lá dentro. É uma vila, é é uma vilazinha que a turma trata colônia do dos
Arcenianos, né. Uhum. <laughs> Daquele tempo que o senhor morava, ainda tem gente lá que mora? Tem, ainda tem gente lá. Entendi. E o senhor voltou lá depois de ter saído?
Eu, eu Sempre vou lá de vez em quando Passear, com a ver rever os amigos que mo moram lá. Uhum. Tem amigo meu que mora lá há mais de se
<coughs> E como é que é quando o senhor vai lá? Que lembranças que o senhor tem? Ah, eu
Eu fico pensando assim, como é que eu fiquei tanto tempo aqui e agora estou voltando numa cadeira de rodas, né? Mas eu vou lá, meu meu genro me leva lá, eu vou rever os amigos lá na cadeira de rodas e depois ele me põe no carro e leva para casa.
O espaço, assim, eram várias casas? Como. É. Várias casas.
tivesse entrando. Tem muitas casas, tem rua Nome das ruas, tem tem cinema, tem tudo lá. Agora o cinema não funciona mais, porque não tem mais aquele tanto de gente que tinha antigamente, né? Uhum Não funciona mais o cinema, mas o prédio está lá, o prédio do cinema.
É como se fosse uma cidade? Hum? Uma cidade menorzinha, como se fosse. É, Santo Ângelo, né

A cidade de Santo Ângelo virou agora Hospital
Arnaldo. Uhum. Entendi. E o senhor lembra de alguém, de algum amigo, assim, especial, que o senhor fez lá?

Algum amigo, assim, que o senhor teve lá?
Rever os amigos de vez em quando. Eles vão na minha casa. Aí a gente co passa o tempo jogando domi

Tem algum nome, assim, especial? É
Eu sinto muito porque a mulher está de cama, né? Uhum Faz quatro meses já lá que ela só alimenta por sondas. Agora, com a idade avançada que tenho, com tanto sofrimento na minha vida, eu ainda me sinto feliz porque eu e a minha esposa, é muito bem cuidado pelos filhos e netos. Graças a Deus.
Eles moram lá em Mogi também? Hum? Os seus filhos foram para Mogi também, morar por lá?
Tem uma que mora em Mogi, dois moram em Osasco, e a outra mora em em Campo Limpo Paulista, perto de Jundiaí. E o primeiro filho, Deus levou. Morreu o primeiro. Aí falta só tem quatro. Tem três mulheres e e um homem.

Faz, faz o Oito anos que ele faleceu. Ele faleceu no ano que eu No fim do do ano, no outro ano, eu amputei a perna. Quantos anos ele tinha? É, ele faleceu em dia Trinta de de setembro de mil. E eu amputei a perna em dois de agosto de

E ele tinha filhos?
Tinha filhos e netos.
É. <coughs> E os seus azem o quê? O que que eles seguiram?
O meu filho? O o. Cada um deles. O meu filho?
Aonde é que ele tra. O que que cada um dos seus filhos foi trabalhar? O que eles fizeram? É o
O filho trabalha na, ele trabalhava de motorista de praça.

E a mulher dele é funcionária pública.

Ela vive da aposentadoria do marido e cuida de nós lá também.
E os outros filhos? O que que eles fizeram?
Os o os outros é aposentado. O Genro apo que mora lá, pe vizinho meu, aposentado. O outro o o O Caçula que está com cinquenta anos, ele trabalha na cidade universitária. Funcionário lá da cidade universitária.
E a relação com os seus netos e bisnetos? O senhor gosta de contar histórias para eles?

Conta a história do tempo antigo, né? <laughs>
Que histórias que o senhor costuma contar? É
Eles estão na escola agora, estão estudando, é nova época agora, não é como aquele tempo que eu fui criado.
O que o senhor gosta de contar para eles? Por exemplo, uma história que o senhor gosta de contar?
Agora eu aconselho eles para estudar, fazer faculdade, para seguir carreira, porque hoje em dia quem não tem faculdade não ganha nem para as para as despesas de casa, né? Uhum. Então, tem a a neta que casou em agosto. Ela é é professora, mora lá perto, na mesma cidade, Mogi das Cruzes. E o, e esse meu neto que trouxe eu aqui, ele trabalha na numa companhia inglesa, na É funcionário lá há muito tempo. Ele trabalha em serviço de computação. E
Os menores, as crianças, como é. de contar para eles, para os bisnetos principalmente?
É eu conto o que eu, como eu fui criado antigamente, não tinha negócio de brinquedo. A gente fazia brinquedo com a a própria mão. <laughs>
<laughs> E que brinquedos que o senhor fazia? É
Eu fazia carrinho, igual carro de boi, né? Aí O brinquedo era esse daquele tempo, né? <laughs> As mulheres faziam as bonequinha de pano. Eu não podia com comprar, não tinha fábrica lá de de brinquedo que nem tem aqui, né? Aí fazia as bonequinhas, as ma as mães ensinavam a fazer as roupinhas da boneca. E assim elas aprendiam a costurar
Também, né? <laughs> E os carrinhos, o senhor falou, como é que é que era que eram feitos?
As mães das crianças ensinavam as crianças a fazer as bonecas e faziam as roupinhas das bonecas. Nesse meio do tempo as crianças começavam co a aprender costurar. Uhum. Eu tenho uma irmã que mora em Santa Bárbara. Ela faz roupa de Camisa para homem, calça, ela faz tudo, né? Costura na máquina. E o
Os carrinhos que o senhor falou que o senhor fazia também? Os carrinhos
Os carrinhos é Co, cortava os pedacinhos de pau e fazia, igual faz um carro de boi, né? Uhum. <laughs> Aí puxava com cordão assim.
Fazenda. É. <laughs> Então tinha brincadeira também.
Aquele tempo era muito diferente de hoje, né, porque. Hoje até lá na onde eu fui criado, eu pensava de nun nunca ir em negócio de luz elétrica. essas coisas lá. Hoje em dia tem tudo, tem hospital, tem alojamento pa para o pessoal na cidade, tem banco que não tinha aquele tempo. Hoje tem tudo, tem luz elétrica nas fazendas, tudo. O senhor voltou É. O senhor já voltou lá? Não, tenho uma irmã que mora lá. Ah, tá. Então ela telefonou para mim de lá. Mandou o telefone dela, eu liguei para ela, ela liga para a gente

Eu fui lá em sessenta e cinco. E como que foi? É em sessenta e cinco ainda não tinha tanta coisa como tem hoje, né?
Mas já estava diferente?
Aí já estava diferente. Tinha estrada de rodagem por tu vários lugares, né? Que aquele tempo que eu vim para cá não tinha. E E então, hoje já tem hospital na cidade, que não tinha hospital, hoje tem. Tem o Banco do Brasil, tem a as pessoas aposentam lá pelo Serviço da Roça, né? Fundo Rural, que é como diz, né? Aposenta, a minha irmã é aposentada pelo Fundo Rural. Ela tem luz elétrica em casa, tem televisão. E vive da aposentadoria.
E o senhor sente muita falta? O que Que o senhor mais sente falta de lá? Da fazenda?
Eu tenho muita vontade de ir lá, mas agora, de que jeito com a cadeira de rodas, Dá para ir, mas eu não tenho aquele prazer que tinha antes, que eu podia andar nas casas de de um e de outro. Agora tem que ir só ali e dali voltar. Uhum. Porque tem ônibus que que tem de São Paulo para lá, né? Tem ônibus que vai corre por toda semana, todo todo dia corre para lá. Aí tem lugar para deficiente. Mas não tem graça para viajar. um lugar que eu conhecia fazendas de vários lugares e agora não não posso ir lá em todas fazer? Só para chegar na casa da minha irmã e voltar? Pouco interessa
E tem alguma coisa que o senhor sente falta de lá? Que o senhor. Eu só sinto falta de lá
Só do do meus parentes conhecidos que ficaram lá, né, como a minha irmã e. Agora a outra tem uma lá na Bahia, tem outra em Santa Bárbara e tem uma em Rondônia.
<laughs> Mas da vida da fazenda, assim, o senhor não sente nada
Todos eles foram nascidos e criados na fazenda. Uhum. Agora a minha irmã mora na cidade, trabalha de costura. Agora já não trabalha mais, aposentou. E a outra que mora em Rondônia, eu não sei o que que ela tá fazendo, porque faz tempo que eu ligo para lá e não consigo ligação. Não sei se mudou o número do telefone, qualquer coisa. Uhum. Deve ser, né? Agora a da Bahia, ligou, mandou o número do telefone. Eu escrevi para ela uma carta e ela mandou o telefone de lá. E aí eu... Tem um neto dela que mora aqui. São São Bernardo.